Nome completo?

Qual que é o nome dos seus pais? Ai, tadinhos, eles são falecidos já.

E o que é que ela fazia? E Ih, já, de cara? Então, minha mãe, ela era dona de casa até os meus doze anos, mais ou menos.

Só que daí ele ela separou do meu pai, e a gente estava numa situação muito difícil nessa época. Eu não sei para onde eu... Qual é a ordem que você quer contar um Não, mas acho que está bom, assim, falar dos pais, porque as fotos também. Escolhi muita coisa deles, né? Então lá. Começamos de novo.

E qual que é o nome de seus pais?

Também, né?

E o que é que eles faziam, seus pais? Então, o papai é uma história mais <laughs> fácil, então eu vou começar da história do meu pai. Meu pai era jogador de futebol.

Tanto é que, quando ele faleceu, eu não sabia que ele era tão famoso assim.

E ele era super conhecido, porque minha família inteira é de boleiro.

Depois ele parou de jogar bola. Quando eu nasci, porque com filho né, naquela época ninguém ganhava que nem

Aí ele desistiu e foi ven ser vendedor. Aí ele pegou ele começou a vender umas... Imagina que absurdo. Ele virou caixeiro viajante e vendia louça. E botava em umas malas e ia de trem.

Vendendo as louças. Ele ele chegava no lugar para vender e estava tudo quebrado. Mas ele assim <laughs> era bom vendedor porque ele conseguiu vender. Mesmo a louça quebrada. E Depois vendeu ah roupa, biju ele vendia de tudo. Né ele tinha uma boa lábia para vender. E depois, no final assim da vida dele, ele estava trabalhando como vendedor da Santista, vendendo tecidos para grandes confecções em Goiânia. Aí ele viajou o Brasil inteiro fazendo isso. E a sua mãe? Então, por isso que eu já bebi a água, <laughs> para tomar fôlego. Minha mãe a história é mais complicada, porque até os doze anos, como eu tava contando para vocês, ela era muito de casa, vendedora também, de shopping, moça bonita, cabelão comprido, morena, olho verde, né, cinturinha e tudo. Aí ela não estava conseguindo dar conta, porque separaram a separação foi muito difícil né dos meus pais. Eu fiquei muito no meio dos dois, porque eu sempre fui a mais velha tal. E daí levaram a minha mãe para trabalhar na zona de Campinas. Foi difícil no começo, porque eu não sabia. Eu via que ela começou a trabalhar à noite, mas não sabia porque ela estava trabalhando à noite. Eu falei aí eu come era né terrível, adolescência. Nisso o começo da minha adolescência, eu queria saber o que estava acontecendo. Por que é que ela chegava tarde da noite? Por que é que ela não falava direito onde que ela trabalhava? Por que é que eu não podia contar para o meu pai né? Aí ela eu comecei a pegar as histórias. Ela conta falando no telefone, alguém contando alguma coisa, um povo diferente começou a aparecer lá em casa, todo mundo muito alegre. Aí ela falou para mim que trabalhava como rodomoça de uma empresa de ônibus e que ela ia mostrando os pontos turísticos do lugar. Depois eu descobri, com treze anos quase, que ela estava se prostituindo na Zona de Campinas.

Ainda é. Só que antes era muito diferente. e sete, com os meus treze anos, aquilo lá estava bombando. Então ela começou a trabalhar e aos poucos eu fui descobrindo e perguntei para ela. Só que, engraçado, eu como filha mulher eu não contava para ninguém, porque eu não gostava da minha mãe estar trabalhando na zona, imagina, né?

E como é que você vai falar isso para os outros? Assim, bem, eu via que as pessoas discriminavam a gente, eu não podia brincar com as pessoas, né? Então, assim, de uma vida de mimos que eu tinha, que era extremamente mimada, de repente meu mundo caiu, acabou tudo, e daí eu passei a ser um, sei lá, uma peste com as outras crianças, porque eu não podia brincar com ninguém. Aí foi pesado isso, um monte de gente terminou a amizade com a gente, tudo.

Então, do mesmo pai somos em dois. Depois tem mais um.

Fala Que é O nome do seu outro irmão.

Porque com a morte da minha mãe a gente se separou. Até por uma questão de segurança. Foi bem complicado também isso. Mas isso aí eu vou falar depois. Eh <laughs> Você sabe um pouquinho da origem da sua família? Como é que seu pai e sua mãe foram passa eh parar lá? Que origem de emigração?
Eu sei. De campinas Hum

Então, a família da minha avó, que era de índios e negros, vieram de lá. Aí eles começaram a vir no lombo de um burro da Bahia, chegaram até Bebedouro e ali eles ficaram por parte de pai.

Eles ficaram juntos, mu se casaram lá e mudaram para Campinas. E daí fizeram toda a história de vida deles lá. Da parte da minha mãe, é muito louco, porque o meu vô, ele é filho de um dos cabras de Lampião. Já é falecido também. E daí ele veio de lá, foi para o Paraná, conheceu minha avó, que era a maior filhinha de né pedre grandes pedreiros da cidade, cidade pequena, que eram de origem espanhola. Aí ele casou com a minha avó novinha e levou minha avó para o para o sertão. Quando chegou lá, ele ficou noivo de uma outra mulher. Minha avó teve que pegar a minha mãe e meu e estava grávida já do meu tio e fugir para o sul de novo. E aí voltou para Campinas. E daí, no sul, ela ficou lá um tempo e meu pai e minha mãe, meu pai foi jogar bola em Maringá, que era onde minha mãe tava morando na época, e daí eles se conheceram lá e meu pai trouxe minha mãe para Campinas. <sighs> <laughs>

Você lembra da sua casa de infância lá em Campinas? Eu tive
Eu tive três casas. Uma era abandonada. E daí minha mãe espalhava brinquedo assim né no terreiro para o povo não entrar. Porque, né, vê que tinha criança, respeitava um pouco mais. Antigamente, né, era assim. Hoje em dia não adianta muito.

Em uma casa que acho que até hoje está abandonada. O papai não tinha condição. Ele pegou e falou, olha, não vou morar mais com a minha mãe. Vamos morar nessa casa, né?

Botava uma cadeira no trinco e eu ficava brincando com os bichinhos. Então era sapo, gambá, tudo coisa perigosa, escorpião. E eu adorava ficar brincando com os bichinhos. Aí minha mãe toda hora tinha um assíncope e me levava para dentro. Mas eu era muito doente quando eu era nova. Eu tinha bronquite. e anemia profunda. Eu era isso. Daí eu ficava muito internada, então eu passava mais tempo no hospital que em casa. Depois de lá eu fui para uma outra casa, que era atrás do cemitério. Era uma delícia. A gente contava história de terror a noite inteira e eu não dormia. Dava um trabalho, mas <laughs> era uma delícia as histórias. História de múmia, de... de vampiro era era as mais legais. E, nessa fase, eu tinha amizade. Essa fase eu lembro de amigos, que eu ia na casa, falava mal dos outros, mexia na geladeira da casa dos outros, fugia para não apanhar da mãe dos outros, tudo, porque eu era uma menina bem tranquila. E <laughs>

E você lembra de algum amigo assim especial? Algum causo de alguma?
Dessa infância? Ah eu lembro do menino que eu beijei. <laughs> Eu devia ter uns quatro anos. E tinha um monte de menino bonitinho para beijar. Eu beijei justo o que tinha o dente bem podre. Eu não lembro o nome dele. <laughs> Mas aí eu contei para a minha mãe. Eu disse Eu beijei esse menino.

Eu falei, mãe, eu beijei um menino.

Que era o mais bonitinho, né? Eu falei, não, foi o... E falei o nome do menino. Ela, justo aquele, com o dente podre, sua porca, <laughs> ainda me bateu. <laughs>

Então, ela era grandona já, né? Era meu sonho de consumo ficar grande que nem ela, né? Mas nunca mais eu vi. Eu perdi o contato total com essas pessoas. E do que é que vocês gostavam mais de brincar? Ah, histórias de terror. E beijo Você lembra de alguma <laughs> história de terror, assim, do cemitério? Ah Ah, tinha aquela que o Joãozinho... <laughs> Vou contar isso aqui, né? Tinha uma que a gente contava, assim, que tinha um Joãozinho que ia pegar carne para a mãe. E a rua atrás do cemitério era a rua de feira. E vendia, né? Carne, frango, aquelas coisas. Então, a gente sempre achava um, assim, <laughs> e ficava mexendo, mostrando. Daí a gente conta, que o Joãozinho foi no foi comprar carne para a mãe, mas ele ficou brincando, esqueceu do horário, passou o tempo, e ele tinha que passar no cemitério para levar a comida para a mãe. Só que daí, como ele passou do horário, o açougue fechou, ele não tinha como levar a carne. Falou, putz, agora eu estou perdido, o que é que eu vou fazer? Passou no cemitério, pegou um pedaço de carne de algum defunto que estava lá. Aí ele levou para a mãe, todo mundo comeu, ele inventou uma... Dor de barriga, que ele não ia comer a carne que ele sabia de onde tinha vindo. Aí ele falou assim, mãe eu vou dormir, eu estou cansado, a gente amanhã a gente conversa. Fechou, apagou a luz da casa, tudo. Aí começou a ouvir vozes. Joãozinho, eu estou voltando para pegar o braço que você me roubou. Joãozinho, <laughs> eu estou atravessando a rua. <laughs> E todo mundo assim, no muro, <laughs> ouvindo. Joãozinho, eu estou atravessando o muro. Joãozinho, eu estou abrindo a porta da sua casa. Fazia barulho. Joãozinho, eu estou subindo a escada. Tufi tufi tufi Joãozinho, estou na porta do seu quarto.

Aí eu assustava todo mundo. Nossa! Era melhor. E o engraçado é que eles contavam essa história toda sexta-feira. Então a gente não tinha mais por que assustar. Todo mundo sabia o ensejo, né? Mas mesmo assim, a gente fingia que

Eu não ia.

Aí eu fui para o pré-primário, com aquelas... Maria Chiquinha infernal, e aquelas meinhas de babado. <laughs> Eu odeio isso hoje. Nossa, eu odeio, porque eu ia com muito laço. E ninguém gostava de mim nessa época, justamente por isso eu não sabia por quê. Porque eu era entojo, né?

Eu estudei vários anos nessa escola, em anos alternados, assim. Daí eu já comecei, né?

Eu tenho amigos do pré-primário até hoje. A gente se achou no Orkut. Mas assim, proximidade não tem mais porque eu mudei, né? Mudei Em muito lugar O que é que você achava da escola?
Você gostava? Era estudiosa?
Eu era, mas eu sempre fui muito popular. Então, assim, todos os problemas da escola, eu fui tratar uma vez da loira do banheiro. Ninguém sabia <laughs> o que fazia o que fazer com a loira. Não, vamos lá que a gente vai ver o que é que é dessa loira do banheiro. Eu sempre fui meio de me meter em histórias coletivas, sabe? Querer resolver problema. Então, eu participava de grêmio, eu participava de discussões, assembleia. Eu sempre fui ativista estudantil. E o que é que era a loira do banheiro? Então, você não conhece a loira do banheiro? Vocês nunca ouviram falar da Loira? Não

A Loira era uma mulher infernal que ficava assombrando as meninas no banheiro feminino sempre. Ela morreu no banheiro.

As coisas ruins era tudo do Noturno. Depois que eu fui para o noturno, eu vi que as coisas ruins eram do noturno mesmo. Mas, assim, ah eh era uma mulher do noturno ou uma professora, geralmente a mais megera, assim, que morreu ali. E daí ela vinha com algodão no nariz e vinha assombrar a gente. <laughs> Em dois surtos meu, eu vi duas vezes uma loira no banheiro branca, que nem ela, e fugi. Depois eu peguei um monte de menina e a gente foi lá ver o que é que era a história da loira do banheiro. Isso eu já não estava mais no pré-primário porque não era tão descolada assim, né? Mas na quarta série eu já enfrentava a loira.

que foi um professor que marcou minha vida no magistério, porque ele era enorme, ele vivia breaco, ele chegava sempre muito louco, ele era magrelo e breaco. Então, ele chegava com uma mochila desse tamanho, assim, e ele era enorme.

Então, você acostuma. Eu lembro muito de um... Eu não sei se eu posso contar. <laughs> Vai que a mulher dele vê. <laughs> Mas teve um... Eu não vou falar o nome porque é sacanagem. Mas era o meu professor de história, eu ia muito bem nessa matéria. E, tadinho, eu menti que eu tinha Mas eu não tinha, eu tinha dezessete só.

Deu maior complicação para eles né.

Alguns con conseguem a alocação. <laughs> E o que é que você gostava mais de estudar? História, lógico. <laughs> Né por causa do professor. Mas eu gostava muito de filosofia. E eu adorava química e física. Assim Isso já no magistério, né? Mas eu fiquei meio traumatizada com com física porque eu fui meio que agredida por um professor. Ele não aguentou as críticas que a gente fez, o Grêmio, e a gente discutiu na grade, ele teve um surto nervoso, ficou louco e veio para cima de mim. Então eu peguei um pouco de trauma de física, mas eu gostava de todas, eu me dava muito bem em tudo. Mas mais assim, filosofia, sabe? Na faculdade, quando eu comecei psicologia, eu gabaritei em filosofia, porque eu adorava.
E lá atrás, quando você era pequena, o que é que você achava que você ia ser quando você crescesse? <laughs> Eu não sei
Eu eu Eu gostava... Eu eu cheguei até... Eu fiz oito anos de teatro, né? Amador em Campinas. Tanto é que, quando eu casei, meu marido trancava a porta para eu não para eu perder a hora. Ele ia jogar bola e trancava a porta. Né para eu não conseguir sair de casa no horário do teatro. Tinha que esperar ele voltar do futebol.

Mas eu queria ser atriz. Era o que eu mais queria. E, como eu fazia teatro na escola, eu escrevia as peças, então eu acho que era mais esse caminho. Eu sempre quis ser artista, mas eu achei que não dava certo. Depois eu quis ser professora, porque também né tem que ser artista para ser professora.

Conta essa coisa da da separação dos seus pais. Ah, isso foi horrível. Porque eles começaram a brigar muito. Muito, muito, muito. E eles me usavam na disputa. Então, o meu pai, ele viajava o mês inteiro, ficava o mês todo fora. E minha mãe ficava comigo, cobrando lição, cobrando roupa, enchendo o saco. Mãe, pega no pé. Então, eu era muito voltada para o meu pai, né? E daí eu tomei partido. E, na época, eu ajudei muito meu pai na separação né. Então eu falava coisas da minha mãe, falava do namoro que ela tinha com o vizinho, falava de tudo. Aí, na hora da separação, ele foi embora. Ele me largou <laughs> e falou, agora não dá para eu te levar, porque ele saiu com uma mão na frente e outra atrás. Então você vai ficar aí. Aí eu fiquei ouvindo da minha mãe, porque eu tinha ajudado, porque eu fui responsável. E eu me senti responsável pela separação até um pouco antes de eu casar assim. Era uma coisa que eu realmente acreditei que eu tinha ajudado. Imagina, eu não fiz nada. Eu só falei só falava o que acontecia. Mas ele descobriu depois que sua mãe foi trabalhar na zona? Então, menina, descobriu. A gente, todo mundo fala a gente a gente até hoje, eu falo isso tranquilamente, porque minha mãe foi depois que eles separaram né, por uma necessidade que ela. A gente tava num ah num mato sem cachorro, não tinha dinheiro para comer. <laughs> A gente comia no Natal, porque ela co ela se apaixonou pelo vizinho.

Que era filha do
Que era filha do vizinho, então aquele aquela bagunça, aquele rolo, a vizinhança toda falando. E daí sobrou para a gente, porque a errada era a minha mãe. Não era o vizinho que deixava a mulher e pulava o muro da minha casa quando meu pai estava viajando. Aí a gente teve que assumir tudo isso, então todo mundo virou a cara para a gente. Ninguém ajudava mais, meu pai saiu de casa. E no Natal, a gente ouvia todo mundo comemorando, a gente comia arroz e repolho. Era o que tinha no Natal para comer. Vela, a gente se divertia, eu e meu irmão, porque a gente queimava a casa inteira. <laughs> Queimava, cortava a luz. Não tinha dinheiro para pagar. Aí minha mãe foi para a zona. Um moço falou, ah, você tem corpão, está bonita. Vamos lá. O que ela ganhava num dia...

Então, é absurdo, né? Ela viu tudo aquilo ela falou, vou tirar minhas filhas desse buraco. E daí era era bem complicado, assim, essa essa fase para a gente. Mas, né, passou. Minha avó foi morar com a gente, a mãe dela. Eu não sei se foi bom ou foi ruim. Eu tenho certeza que foi ruim. Porque a vovó, ela bebia para caramba, E ela ela ficava bebendo a noite inteira. Minha avó até hoje. Ela toma um negócio que chama... Nossa, uma bebida horrível, que tem não sei quantos... trinta e dois por cento de teor alcoólico. E ela tomava aquilo. Tomava, na época, ela tomava vinho chapinha. E eu odeio vinho chapinha por causa disso. Porque ela fazia a gente trocar os o as latas de óleo que o meu pai deixou em casa para levar no boteco. Então, eu frequentava boteco dez anos né, onze anos, vender trocar por leite, doce, pinga eh vinho chapinha e cigarro para ela, que era né <laughs> a despesa da casa. E minha mãe não sabia, a gente não podia contar. Então, às vezes, elas brigavam e minha avó ia embora e eu ficava cuidando do meu irmão, que era menor, cinco anos de diferença. Então, eu cuidava da casa, eu cuidava dele, eu cuidava da minha mãe. Minha mãe teve um aborto, eu tinha acho que doze anos. E não, acho que eu tinha um pouco mais, uns quatorze. E ela teve um aborto, involuntário e tal, e foi para o hospital. Para a casa de saúde, que era de Freiras. Ela disse para mim que foi involuntário né. Que foi sem querer. Mas ela achou que tava de dois meses e tava de quatro.

E eu tive que levá-la para o hospital. Ela dirigindo, eu controlando o câmbio. porque ela não aguentava mexer os dois braços, então ela só segurava aqui o pedal, e eu ia mudando a marcha, e lá eu tive que assinar como responsável por ela. Aí foi muito pesado para mim nessa época, assim. Daí já era o começo do que ia acontecer depois, né, porque o resto da vida toda foi assim. E aí seu pai, o que aconteceu com ele? Vocês continuaram? Não O papai, ele ficou bravo, porque homem é assim, mãe, ela fica com o filho, ela faz um monte de coisa, o pai não. O pai ficou bravo com a mãe vai embora. Ele foi embora. Eu fiquei dois anos sem ver meu pai. Depois, quando a gente se aproximou, que a gente voltou a conversar, ele explicou para mim que ele não tinha condição né. Tadinho, tava todo mal com a separação. Ele dormia em... Ele comprou um Fusca, que parecia o carro dos Flintstones, sabe? Que não tinha <laughs> não tinha assoalho. Aí ele falou assim que ele passava na poça, vinha aquela água ele xingava até a quinta geração dele. Aí eu estou toda estourada e ainda acontece isso. E ele mora ele dormia em Canavial.

E daí ele falou que um dia ele tava com dinheiro para comprar ou cigarro ou um lanche de mortadela no posto. e que ele não sabia o que ele fazia. Ele tava com fome, mas era viciado em cigarro, não tinha jeito. Aí ele falou, vou comprar o cigarro? Pelo menos eu não passo nervoso. <laughs> Eu vou aguentar ficar sem comida. <laughs> Depois ele ia até arranjou um cara que ajudou ele e comprou o lanche. Mas eh tava passando apertado também. Só que a gente não se via.

Não adiantou nada.

Com corrente de... Depois eu virei dark, a mesma corrente que eu apanhava, eu usava no pescoço, porque eu virei gótica.

Eu sempre morei em beira de estrada. E daí, na beira da Anhanguera, eu ficava andando. Uma vez até eu fui atropelada por causa disso. E ficava nervosa, saía andando. E eu tenho histórico de andarilhos na minha família por parte de pai. Então, eu parei um pouco. Dá para ver, né? E e daí eu fugia, ia para a casa dos da minha avó e do meu tio, por parte de pai. Então, quando eles me acolhiam, meu pai estava morando ali. Então, a gente se aproximava de novo, mas era tudo muito... Sabe, tudo dava choque, assim, não durava muito.
E nessa época assim, o que o que é que a turma fazia para se divertir no bairro?
Você falou que ia em boteco muito cedo. Eh Eu ia porque eu tinha que ficar com a minha avó né. Minha avó ela amigava.

Então eles levava a gente para passear aonde? No boteco. Eles enchiam a cara o dia inteiro e a gente na sinuca comendo doce. Então ficava super ativo. Né aquela coisa elétrica. E a gente se divertia porque a gente conversava com todo mundo. Mas, o assim, era engraçado porque nessa época que a minha avó cuidava da gente, era uma época dos colãs, né? E minha avó também era, né? Bem, assim, avantajada, a mãe da minha mãe. Ela botava uns colãs cor de rosa, né? Cor clara, marca mais. E eu estudava de manhã. Então minha mãe não brigou com ela um dia e falou assim, olha, mãe, eu não quero mais que a senhora beba aqui em casa. Porque as crianças ficam vendo, e não é legal eh. A senhora pode beber na rua?

Aí <laughs> ela descia do do ônibus assim que a gente morava no ponto final. Era o ponto final aqui, a escola e minha casa. Então ela descia aqui, todo mundo da escola via ela descendo para a minha casa, daquele jeito.

Eu queria a morte, eu queria a morte. Falava, não é possível que eu vou ser obrigada a ouvir isso. Falei, gente, não me conte, não quero saber. Aí foi, eu fui aprendendo a lidar com isso, que eu fui crescendo também. Ela não ia parar de beber e eu não tinha muito o que fazer, né?

Não quero mais viver, a minha mãe... Mãe! O Natal da gente já era muito... Sempre era muito triste, assim, muito frágil.

Porque você tinha uma coisa para mexer com todo mundo. Ah Aí um dia, para brincar com ela, eu peguei e falei assim, vó, você lembra ontem que você fez? Que coisa feia, que papelão! Porque eu fui crescendo, eu fui pegando e dando uma bronca no povo, sabe? tentando dar um norte para a família. Ser a matriarca com

Ela, eu? Falei, tentou vó, com a colher. Você pegou a colher e ficava fazendo assim para Falei, mentira, né? Foi com a faca. Mas a faca estava tão cega que parecia uma colher.

Ela acreditou. <laughs> Até hoje ela acredita nisso.

Lembro!

Deixa eu beber água. <laughs> Era assim, ó. Eu tinha treze anos e minha mãe, como ela trabalhava na zona, ela não me deixava respirar. Então, ela cuidava de mim mais do que uma freira cuida de Nossa Senhora no altar, sabe? Porque ela via muita coisa errada. E daí ela queria, sei lá, ficava preocupada também. E daí eu não podia sair.

Ele tinha um benção imenso. <laughs> Ele tinha um baita de um beiço. E daí eu ficava treinando, né? Aí eu treinava com a laranja, assava toda a boca. Ai, que burra, né? Treinava no braço, vivia com mancha roxa aqui. Aí fazia reloginho para disfarçar, né? Porque tinha que treinar para beijar aquela boca. Não não Não tinha abertura para aquilo tudo, mas a gente namorou, a gente

Eu lembro! <laughs> Eu me perdi toda! <laughs> Eu não sabia o que eu fazia, se eu não sabia para onde que virava a língua, como é que encaixava a boca, foi péssimo, foi horrível. A gente a gente se encontrou outro dia, ele está com cinco filhos, graças a Deus nenhum comigo, E ele é um bom pai e tudo, sabe? E aí a gente estava Só conversando e a gente ria para lembrar das histórias. Porque eu era muito Eu era bem bobinha. Eu ficava vendo Eu pegava aquelas fitas cassete e eu sempre fui chorona né. Eu chorava ouvindo aquelas músicas... Eh Lady... Como é que é aquela de? A Dama de Vermelho né. Eu chorava ouvindo aquelas músicas. Aí eu pegava e gravava.

Da rádio? Da rádio. Cassete. Aí eu mostrava para as minhas amigas.

Liga para a rádio, pede a música, e fica esperando. Não faz isso, eu falava ah mas assim não tem emoção. É legal fazer essas coisas quebradas. E eu sempre fui envolvida com música, sempre vivi ligada em música, desde pequena.
E nessa época do colégio que você começou a se envolver com a história do teatro?
É, na verdade foi na igreja, porque eu fiquei meio zuretada.

E nessa avenida, eu nasci na casa da minha avó, né? Da minha avó, mãe do meu pai.

E eu voltei para essa para esse mesmo prédio, depois eu voltei, quando meu pai e minha mãe estavam separando, porque o problema era o vizinho, né? Então eles mudaram para deixar aquele infeliz, não posso ver esse homem até hoje, para deixar aquele infeliz e foram de volta para Braulio Gomes.

Nossa, lá aconteceu de tudo, assim. Tinha barata nessa casa. Eu odeio barata e foi numa época difícil, então, sabe, você dá uma... foi horrível. E quando eu voltei para essa casa, eh nessa nessa avenida tinha a igreja de um lado e o cemitério no fundo. Então, eu acho que eu já estava fazendo o sincretismo da Umbanda nessa avenida, né? Porque eu ia na igreja, rezava, rezava tocava... Era igreja o que católica?

Eu fui bati, eu fui crismada lá. Primeira comunhão, crisma eu não fiz.

E daí lá também começaram a me virar a cara. Então eu saí da igreja. Foi a primeira vez que eu fui expulsa da igreja. Eu fui expulsa duas vezes da igreja Aí saí da igreja e comecei a ir... Eu ia para a igreja, para o cemitério e ficava andando com a Bíblia embaixo do braço, né? Uma coisa louca, assim. <laughs> E daí, eu era nessa minha época da separação, que foi de uns onze anos, foi a pior fase, porque eu fiquei ruim de cabeça, fiquei sozinha. Eu não conversava com ninguém.

Toda hora eu via aquilo, né? Então foi bem ruim. E aí você começou a frequentar a igreja para ver se... É, na igreja eu já fazia parte antes né. Então eu fui para fazer a primeira comunhão, eu tocava, então fui aprendendo flauta, tudo com cifras, até hoje eu toco flauta doce. É o único instrumento. Mas aí não não deu para ficar mais assim.
E você acreditava naquilo? Como é que era a sua ligação com a religião?

Eu não sei, na época eu acreditava em tudo. Eu achava que podia me dar algum conforto, assim, mas não deu. Aí eu saí e depois eu larguei de tudo, de toda religião, assim. Depois que a minha mãe morreu, eu rompi de vez. Quantos anos você tinha quando sua mãe morreu? Ah, já era velha. Faz nove anos que ela morreu. Fez em dezembro. Eu tinha vinte e oito já, vinte e sete. Mas eu tava morando na casa. Eu tinha acabado de me separar. E tava voltando para a casa da minha mãe com dois filhos. Morando no fundo. E com um monte de restrição né. Na verdade, eu acho que eh... Deus é sábio, né? Porque eu voltei para a minha casa em agosto, no dia do meu aniversário.

Então, eu tinha que estar lá. Porque fui eu cuidei de tudo.
Mas na rua assim?

Qual é que era o negócio dela?

Mas ela era muito legal. <laughs> Minha mãe le minha mãe era muito brava. E eu sou eu sou eu acho que eu peguei um pouco a marra dela e do meu pai. Assim olha que coisa né. Peguei dos dois. E o meu pai ele era ele era muito sério, muito direito, muito reto. Se ele recebia um troco, ele devolvia.

Minha mãe, qualquer negócio ruim, ela estava no meio, sabe? Ela queria tirar a presa, não sei de onde, do Pará.

Falei, mãe, não pode fazer isso, não é certo.

Vamos. Vamos com a mamãe vai? <laughs> não importa, não vou. Você é louca, uma mãe não faz convite assim para a filha.

Falei, como Como é que a gente vai fazer para tirar daí?

Daqui a pouco eu vou voltar. Era tudo assim, muito tranquilo.

não teve jeito, com muito dinheiro né, muita ilusão.

Eu me divertia, porque, nossa, as histórias assim, uma mais linda que a outra. Linda não, triste, mas histórias riquíssimas de vida, de menina que menina que sofreu muito na mão de família, e ia para lá, maior de idade, trabalhar com a minha mãe.
Ah, então ela montou um negócio.

E minha mãe assumiu isso com a fama que a casa tinha.

E você ia lá? Ô <laughs> Que impressões você tinha quando você ia? Eu ia muito. Mas era assim, antes de casar, eu ia bastante. Só que como eu não eu estava morando na casa, minha mãe me respeitava muito. Então ela não levava homem, não levava ninguém lá em casa. Ia um ou outro que era o pai do meu irmão, né? que era casado e tudo, até hoje, continua com a família e tal, mas ia lá em casa, né? Eu ia falar o nome melhor não.

Daí já

Então, aconteciam umas coisas assim muito loucas, muito loucas na minha casa. Então, uma vez teve uma moça que era de lá, que ela incorporou um negócio. E eu ficava ouvindo aquela gritaria toda, porque minha mãe fazia os trabalhos lá em casa, na casa que a gente morava mesmo. E daí eu tinha que ficar ouvindo aquilo e eu tampava o ouvido do meu irmão para ele não ouvir. Então eu sempre fui meio mãe do meu irmão. Porque a gente passou muita coisa junto.

E eu ouvia tudo aquilo, eu vi tudo aquilo.

Eu tinha, acho que, quase quinze.

Eu falei, sai daqui agora.

Aí eu falei, para a minha mãe, não quero mais ele aqui. Então, esse tipo de coisa, ela respeitava e não ia, né? Até que ela ficou de vez para lá, ela vinha no final de semana.

Eu falei, mãe, eu estou namorando. É o primeiro namorado sério que eu tenho.

Gente legal, sabe? Família.

Mas não dá para ficar mais junto assim.

Então, numa dessas, porque eu sempre fui muito... Eu era muito brava, né muito desaforenta. Então, quando minha mãe jogava alguma coisa na minha cara, eu ah, é? Não precisa, então. Então, eu trabalhei em cada serviço, ruim, só para não depender dela, do dinheiro dela. Eu ficava brava. Então, eu trabalhei em loja, em escritório.

Eu era auxiliar de escritório. Daí, a gente começou a namorar no escritório. <laughs> Eu tinha
E já que você falou dessa coisa do trabalho, você lembra do seu primeiro trabalho, do primeiro dinheiro?
Lembro, foi num salão de cabeleireiro. Foi numa das brigas com a minha mãe também. E foi num salão. Eu era um barato, assim, porque eu lavava aquele cabelo das madames, aprendia a fazer as coisas. E eu não era vaidosa, assim, eu não me arrumava. Era mó relaxada, assim. Eu sempre fui meio hippona, né?

Minha mãe era muito... É incrível isso né, porque é um paradoxo.

E ela era muito mãe, assim. Ela cuidava muito da gente, sabe? Protegia? Muito, muito, de tudo. Ela falava assim, eu faço tudo para um filho meu não cair em coisa errada né. Mas ela também não dava, sobrava nada, ela fazia tudo. Aí eu fui trabalhar no salão de cabeleireiro e foi e eu nunca ficava um ano no emprego, mas eu trabalhei num salão. Depois eu fui ser eh gerente de uma churrascaria, porque eu era muito descolada, mas eu não tinha maturidade para aquilo, durou pouco.

E eu tinha o que uns dezesseis anos. Aí eu tava lendo esse livro, tinha uma capa vermelha, chamava atenção, na loja. <laughs>

Eu olhei para a cara dela e a mãe dela chegou e ouviu. E olhou assim para mim como quem diz, fala, o que é que é? Eu falei, pergunta para a sua mãe, ela deve eu espero que ela saiba o que é que é. Aí eu fui mandada embora desse serviço. Trocar

Você estava contando eh da morte da sua mãe, que foi o sócio dela. Foi.

Foi assim ó, a minha mãe ficou quinze anos tocando a casa sozinha. Quinze

Que guerreiraça, né? Não, sozinha. Fazia a festa do Havaí, festa de não sei o que, e a gente ia para as festas. Aí lá eu comecei a cantar. no palco, e minha mãe gostava de me ouvir cantando, então de vez em quando eu ia cantar. Quando eu era casada, eu ia escondido. Depois que eu separei, eu ia descaradamente. Não tinha mais porquê. E eu levava meu ex-marido. Na época, meu marido eu levava para ir lá. Então a gente tinha um ambiente muito familiar ali. Minha mãe era dona da casa, então ela fazia o que ela queria. O meu irmão era caixa e <laughs> barman. E controle de qualidade. Com toda menina bonita que chegava Lá, imagina, dezoito anos cuidando da casa na zona, você acha que ele ia fazer o quê?

Aí a mãe falou, vem cá trabalhar com a mamãe. Tudo que ele queria. Então, nesse ambiente familiar, frequentava o meu tio, que era fiador, A minha avó, que ia com o meu irmão mais novo, passar domingo porque tinha piscina, tudo, fazer churrasquinho e tal.

E a gente ficava ali.

Tava tudo meio... Desanimado tudo. Vocês casaram na igreja Ô Mesmo? Como que foi esse casamento? Da igreja? É Ai Foi lindo assim, mas eu não gostei de nada. Eu casei com uma roupa... Eu tava grávida. Eu casei porque eu estava grávida. Não queria casar de jeito nenhum. Mas a minha mãe tinha essa cobrança. Imagina uma filha dela, vai ser mãe solteira? Ela falou, separa, mas não vai ser mãe solteira. Filha minha, mãe solteira. E fez eu sair de noiva de casa para a vizinhança inteira ver. Porque ela era mal falada, eu não né. Aí eu saí, e nessa época eu ainda tava meio mal com meu pai né. Meu pai não ajudou no casamento, não tinha grana, ajudava muito pouco mas.

que é o pai do meu irmão, mais novo.

Mas eu não posso fazer isso com meu pai. E juro, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não me arrependo. Eu chamei meu pai para o meu pai entrar comigo na igreja. Aí o papai entrou, Ele ele e a mamãe eles não se falavam, então minha mãe ficava com a mão estendida assim. Encostaram o meu pai aqui. Né eles se amavam os dois.

Lógico. Cheio de graça, né? Aí o padre era era jornalista e amigo do meu cunhado. A igreja não tinha lugar de gente assim. Para a gente ficar em pé não tinha lugar. Ficou gente para fora. Tinha mais de quinhentas pessoas na igreja. Foi o maior show que eu fiz. <laughs> Até hoje. E o padre falava assim, ai olha para trás, para todo mundo te ver. Aí eu fazia assim com aquela cara.

A gente era bem divertido. Foi todo mundo. Pessoal da minha escola, do magistério, professor, todo mundo. E aí vocês Foram morar junto Foi um casamento bem legal. Ou vocês já moravam junto A gente foi morar na casa da minha sogra. Que é um amor. Mas eu era casca grossa, né? Então, eu xingava todo mundo. Eu falava palavrão. Para todo mundo, o povo ligava, corria no telefone. Eu era mó folgada, né? Tinha dezenove anos, morava na casa do povo e ainda queria dar uma de grande, né? Então, pegava no pé de todo mundo, né?

E a família deles é enorme. Não ti eu morava na casa do do povo, não tinha jeito. Aí todo mundo vinha e dava palpite do umbigo. Ah bota Eu ficava verde, eh para não xingar a pessoa. E às vezes não dava. O povo ouvia um berro, assim. Era eu tocando a pessoa do meu quarto. Tocava mesmo, era uma barata. Eu falava, ó, aqui ó, a cesárea está em mim. Ninguém vai mandar no meu filho.

Então eu saí de lá sabendo fazer tudo.

Aí ele teve refluxo, ele ficou muito doente, quase morreu.

Se desentenderam, então ela não podia estar junto e eu fiquei meio perdida no meio de um povo todo, né? Mas a minha cunhada, todo mundo ajudou. Foi foi foi legal, a gente ficou casado sete anos. O que é que você acha que mudou quando você foi mãe, assim, no seu sentimento? Ah eu Eu eu fiquei mais filha. Eu Eu re aprendi a respeitar mais a minha mãe. <sighs> <laughs> Saco <laughs> Estava segurando até agora, ó. <laughs> Mas assim, eu eu fiquei mais <cries> respeitosa com ela. E foi legal, porque dá o trabalho do cão. <laughs> Filho bom, sem problema nenhum. Já Já é difícil? Imagina ele com refluxo. E numa época que existia uma história de simioto, tinha que levar para benzer, a família de italiano, meu Deus, acho que a família inteira ficava em volta de mim, falando o que eu tinha que fazer com o menino, que benzimento que tinha que fazer, que remédio que tinha que dar. E eu não ouvia ninguém, assim. Eu ia só até o médico, levava ele para exame toda semana.

Porque tinha que tomar um líquido de contraste e aquilo a gente tinha que ver o caminho que fazia no aparelho digestivo dele. Digestivo digestório, cada um fala de um jeito né. Nesse aparelho aí dele, você tinha que ver <sniffs> o caminho que fazia. E eu não conseguia botar a chupeta na boca dele, eu não conseguia botar a mão e pôr a chupeta na boca. de tão prensado que ele ficava. E ele ficava quatro horas embaixo desse aparelho. Então, assim, foi muito difícil.

Até hoje. Eu tenho

Precisa de limite, de ajuda, né? É legal ser amiga, mas tem diferença. E eu sempre respeitei muito a minha mãe, antes. Depois que eu tive filho, eu respeitei mais ainda.

Eu entrei assim no quarto, ela fez, Falei o que foi. Aí eu olhei na mesa, vi. Eu saí, eu me escondi. Eu fiquei, acho que, uma noite inteira escondida num lugar. Lá na casa, lá que eu não conseguia dirigir para sair de lá. E ela ficou três dias de cama. Porque a gente não conseguia falar do assunto.

De tamanho respeito que era. <sniffs>

Tive. Demorou um pouco. Na verdade, foi assim.

Ele não demonstrava muita coisa. Ele não tinha ciúmes, eu fazia o que eu queria. É Podia chegar quem fosse para mexer comigo, ele não abria a boca. Aí eu só ouvi um xinga. Ahh Eu sempre fui muito... mandona, eu eu sempre fui muito dona do meu nariz assim e ele não sabia muito lidar. Então, o que eu tinha de paixão foi acabando né e no final, quando eu achei que estava bem ruim, eu tive uma amiga

Foi a segunda vez que eu fui expulsa. <laughs> Ela falou assim, vamos lá que vai ter o encontro de casais com o Cristo. Quem sabe ajuda e tal. A gente começou a participar desse encontro de casais. Eu não lembro se eu estava grávida ou se eu fiquei depois do encontro de casais.
Acho que não O casal se encontrou. É
É, pelo menos na cama, né? Para ter o filho.

E daí a gente melhorou um pouco, mas eu separei o meu filho tinha um ano.

E como é que foi essa separação?
Foi, foi boa. Foi boa, porque a gente separou... Eu eu sou muito ai eu sou muito difícil. Quando eu falo que eu não vou voltar atrás, eu não volto. Seja por orgulho ou por que for, eu não volto atrás. E vai assim

E daí eu fiquei com muito medo pela vida dos meus dois filhos, aí eu quis voltar. Como o Marcelo veio falar comigo todo assim, eu falei, ah, bem.

E foi a única vez que eu pensei em voltar, as outras vezes não. E E foi difícil, assim porque mas eu conversava muito com os meus filhos até hoje assim, eles sabem tudo de tudo. Eles não têm vergonha da avó ter sido prostituta, é assim todos os problemas que eu faço que eu passei, tudo que eu fiz de errado, eles sabem tudo, tudo, não tem meias palavras em casa. E eu avisei o meu filho que eu estava separando, que eu não amava mais o pai dele, Não mesmo. Não tinha por que a gente ficar junto né. Aí eu falei para os meus so avisei a família, olha, eu vou separar. Está Eu estou falando muito mal dele para os outros. E está virando um casal sem vergonha, né? Vamos separar logo enquanto a gente pode ser amigo e criar os filhos juntos. Aí todo mundo entendeu, mas ficou meio estranho. E eu morava na casa do meu cunhado. Aí meu sogro falou assim, você sabe que não é ele que tem que sair da casa, né? Eu falei, eu sei. E o senhor me dar um mês, eu saí em dez dias. foi morar aonde Nesses dias eu voltei para a casa da minha mãe, mas muito contrariada assim, voltei sofrendo muito. Eu chorava sem parar, todo dia, de ter que ter voltado para aquela casa, porque era muito pesada a casa para mim né.

É, acho que um ano, um ano e pouco. Tanto é que a minha mãe, né, eu falei um pouco atrás, ela perguntou, você quer cuidar do seu irmão? Eu falei, não, quem tem filho é você, eu não tenho filho. Paguei. Um ano depois estava eu, buchuda.

A gente tem dezoito anos de diferença. Eu tinha vinte e oito, ele tinha dez Ele era super novinho. Aí Minha avó estava cuidando dele já. Só que eu voltei e eu voltei como dona da casa né. Minha mãe confiava em mim. E eu

aí você tinha um pouco de ciúme. Minha avó ficava enciumada. Aí Inventava umas fofocas. Aí quebrava o pau com ela, saía andando.

Até hoje ele fala que...

E eu frequento a casa dele, a família, sabe? A gente é muito próximo. Agora esse ano que eu estou tentando separar um pouco para ele seguir a vida dele, né? Senão ele fica amarrado numa relação que não não vai voltar.
E essa época você foi morar na casa da sua mãe.

Ah, isso aí foi legal, porque eu sempre trabalhei com um monte de coisa. Mas, nessa época, como eu tinha o magistério, um pouco antes, eu era casada ainda, eu comecei a vender jóia, né? Lábia boa, fala com todo mundo. Comecei a vender jóia e levar meu filho no carrinho.

Acho que já, não tem umas crianças pobrinhas que ficam tocando <laughs> latinha? Aí eu fui ver, o projeto era muito maior, e como eu tinha o magistério, eu fui me inscrever. Quando eu vi que tinha só uma vaga, eu levantei e falei, olha, obrigada né, a minha experiência é de mãe, não vou trabalhar de educadora, não tenho formação, nem sei se eu quero ter, né não sei se eu consigo trabalhar.

E eu trabalhava com as crianças de uma favela, numa favela já urbanizada, mas uma área bem deflagrada na região oeste de Campinas. Deixa eu voltar um pouquinho. Como que você escolheu o magistério? Minha mãe. Eu não queria. Eu queria fazer artes cênicas na Unicamp. Até prestei. Ia lá como ouvinte e tudo. Mas aí ela fe me obrigou a fazer magistério. Porque era na frente de casa e porque no final de quatro anos eu tinha um diploma. E foi o que me ajudou, porque é com isso que eu trabalho até hoje.

Fui, eu levava várias mordidas dos meus alunos.

E eu fui, mas não era professora, era estagiária. Então, todo mundo da vila onde eu morei passou por mim, né? Não sei se foi bom para eles, mas <laughs> né foi legal assim. Que era tudo Eu fui criada naquele bairro e depois eu ficava com os menores. E aí você foi trabalhar na escola do bairro? Não, aí eu eu dei aula numa escola eh de pedagogia frenêa, a Curumim, um tempo. Comecei a trabalhar de estagiária, mas eu eu sempre trabalhava em outras coisas. Em loja, em tudo. Tanto é que quando eu casei, eu estava trabalhando de secretária. E eu fui muito secretária de médico.

Ginecologista. Eu trabalhava com os médicos todos.

Essa coisa de recepcionista, tudo. De receber público. Então, você tinha feito estágio. O estágio do O estágio do magistério e trabalhei na Corumim um tempo, mas nada assim que foi embora.

Eu tinha do magistério, mas não tinha experiência. Uhum E daí foi ótimo, porque isso mudou a minha vida, assim.

É o único ex-amigo que eu tenho, porque a relação nossa era muito difícil. Mas foi muito legal, assim.

Você foi lá nesse dia e você falou, olha, eu não quero, eh eh eh isso aqui não é para mim. E como que foi? Eles te Eles me chamaram, gostaram de mim, me chamaram. Aí eu fiquei oito anos como educadora em Campinas. E depois que a minha mãe morreu, eu tive que sair de Campinas. Aí eu fui para o Mato Grosso, morei com os meus dois filhos num garimpo de diamante. Aí do Mato Grosso, eu fui para Goiânia, de Goiânia eu fui para o Mato Grosso, do Mato Grosso eu fui para Itapeva, Nova Campina, E de lá, eu vim para São Paulo.

Eu vou querer que você conte <laughs> lá de trás. Ai ai vamos lá.

Então, tinha muita coisa burbulhando. Então, eu caí de cabeça nesse trabalho.

Porque era a minha casa né. Dez anos numa instituição não é pouco. E eu fiquei lá firme e forte. Todo lugar que eles mandavam que precisava de uma gestora, que tinha um projeto difícil de lidar, eles me mandavam. E eu ia. Ia porque eu tinha uma estrutura, lógico. E porque eu não queria ficar dependendo de ninguém. Então eu conversava com os meus filhos e a gente ia embora.

Ah, sem dúvida o de Campinas, o primeiro. Eu tinha a minha turma, a gente a gente discutia muito, era uma equipe muito boa. Sabe era era era não dava para pensar naquele espaço sem a minha presença e eu não conseguia me ver, ver a minha vida sem aquilo sabe era tudo. Eu entrei para cuidar da brinquedoteca. Aí era difícil, porque eu sempre fui muito bocuda e muito briguenta, e eu me metia na vida das pessoas.

E descia para a favela. E acudia o povo. Né tanto é que até hoje eu sou benquista lá, assim.

que sua mãe morreu.
Você falou que ela foi assassinada. Minha mãe morreu em dois mil. Foi isso. Ela começou arrendou a casa e ficou quinze anos trabalhando. Lá na casa da

Eu falei, de quem que você está falando?

Eu falei, a sua irmã?

Você é da família.

E daí, falar o nome de guerra da minha mãe o irmão dela? Não dá, né? Aí eh ela pegou e começou a chamar um sócio. Olha o que ela fez. Ela chamou o sócio da casa da frente. Esse sócio da casa da frente, como ela estava muito embaixo, sem grana para nada, ele começou a botar dinheiro. E tirava tudo da casa sem dar nada para ela. Para ela tirar esse sócio, ela se aliou com o amigo dele. Então, de uma amizade de quarenta anos, ela melou essa história. dos dois.

Só que ele não buscava mulher, ele não fazia nada que eles tinham combinado, né? Aí ela pegou e tirou ele também.

Foi bala quarenta e cinco calibre. Isso vocês não sabem o que é que faz.

Então eu estava estava combinando com o meu irmão o que é que a gente ia fazer para tirar a minha mãe disso.

Ela não tinha força mais para as coisas. E ela chegou a falar, eu não tenho força para sair. Não dá.

Eu não consigo parar.

Sete horas da noite ela começava de novo. E daí ela ela a gente estava combinando.

Estou morrendo de medo porque eu estou sendo ameaçada. E eu sonhei que eu estava num vale de lágrimas chorando. Sozinha. Mãe, você não está sozinha nunca. Eu sou louca por você, eu te amo. Vamos lá eu

Eu largo de tudo.

o meu irmão, porque eles brigavam muito. Aí eu falei, mãe, claro que gosta, ele está grudado em você o tempo inteiro. Vamos combinar hoje à noite? Vamos conversar? Eu saio daqui e vou para lá. Mãe não chora, não fica triste... Eu nunca vou te abandonar. Falei para ela. Foi embora para casa. Isso era o quê? Umas três horas da tarde. Cheguei em casa cinco horas. Eu eu vi que estava estranho, sabe?

Dói o meu braço, alguma coisa. Eu sinto. Aí eu peguei... Cheguei em casa e recebemos um telefonema. Ai, corre! Vem para cá! Uma tragédia! Uma tragédia!

Dá isso, leva esse cheque para mim, no banco, para a mamãe. Ele falou, não vou. Eu falei para você, mãe, sai de lá. Você não vai sair. Ela falou, não vou sair, lá é meu. Não vou sair por causa de ninguém. Dito e feito. Eles brigaram, ela foi embora. Foi a última vez que a gente viu a minha mãe. Porque depois disso o telefone começou a tocar. Aí uma tragédia, uma tragédia, uma tragédia. Eu falei, o que é que foi? Foi com a minha mãe? Foi. Eu falei, então tá. Aí eu fico boa. Aí eu falei assim, bom, eu não sabia o que é que era. Eu achei que ela estava machucada.

Eu estou chamando um táxi da zona para vir me buscar, mas eu não consigo. Me me pega para me levar lá em cima?

porque ele já sabia o que é que era, e eu fiquei esperando sem saber.

Eu falei, vamos subir, vamos lá em cima que aconteceu alguma coisa com a minha mãe. Ele falou, não vou. Falei, vai, vai sim, desce.

Enquanto eu subia, eu ligava no celular da minha mãe, mas não dava, não atendia. Ai, meu Deus do céu, o que é que foi que aconteceu? A hora que eu cheguei na porta da zona, tudo parado, tudo assim, fez um vácuo, qualquer barulho, eu não ouvi mais nada. Aí eu vi um carro de polícia na porta, as luzes todas apagadas, assim. Aí eu entrei e falei, meu Deus do céu, né? Já fui pensando o que é que ia dar. Aí eu olhei para todo mundo, todo mundo olhava para mim e abaixava a cabeça. Porque eu estava ali sempre, mas eu não era dali.

A minha filha é autodidata. Minha filha não precisa disso. Começou. Deu uma surra na menina.

Bateram, em você, filha. Ela ah é a minha mãe que bateu na menina por minha causa. Aí eu entrei assim, a hora que eu entrei, todo mundo, ah ela tem que ser forte, ela tem que ser forte. Falei Peguei e dei a volta, tinha um salão enorme assim e um balcão, que era o bar. E ela estava jantando, tinha acabado de jantar, tadinha, e foi descansar. Quando ela voltou, ela chamou os meninos, vamos, gente, vamos, está na hora, está na hora, sete horas da noite, não sei o que tem. Nessa hora é a hora mais morta de lá, porque as meninas estão se arrumando e a função não começou ainda. Aí ela pegou, saiu lá do quarto, passou pela piscina e entrou no bar.

Ela fez assim. Não.

Aí eu eu eu ia desmaiar, sabe quando você você vê que você vai cair? Aí eu puxo Aí um homem puxou assim, eu vi um bigode na minha frente e o bigode mexia assim. Até pouco tempo eu ainda sabia o nome do policial, depois eu esqueci. Ele veio e falou assim, eu preciso de alguém forte para lidar com isso daqui. Com quem que eu vou falar? Aí eu respirei. Assim Eu fiquei com esse respiro acho que uns dez dias. Sem Sem respirar. Aí eu falei assim, pode falar comigo. O que é que é para fazer? Eu falei, mas peraí, o que é que aconteceu?

Aí eu falei, cadê o cordão dela que estava aqui? Por isso que o pescoço dela está machucado?

Aí eu comecei a olhar, falei, pode parar, fecha tudo, fecha, fecha tudo, sai todo mundo daqui.

Falei, não quero curioso olhando minha, ninguém vai olhar minha mãe. Falei, se alguém entrar aqui, vocês vão se ver comigo. Falei, vocês, quem que estava aqui na hora? Você, você, e você, sai, pode ficar aqui, não sai. Fechei a porta, falei para a minha avó, você espera lá fora. Mas quem que chamou a polícia? Ela tinha acho que uns trinta, quarenta funcionários na casa com as meninas. Aí chamaram a polícia. É homicídio na zona ainda, né? Aí peguei tudo que tinha que fazer. Eu fiquei quatro horas com a minha mãe no chão, naquele estado. Eu não podia mexer. Eu fechei o olho dela e desliguei o celular. porque estava com pouca bateria e ficava apitando no bolso dela.

Aí ele olhou tudo, a polícia chegou, a perícia, tudo, aí veio aquele... Ah você chegou antes da polícia, então? Hum Não, tinha um carro de polícia. polícia A perícia foi depois, eu tinha que esperar Tiinha que esperar A polícia científica chegar.

Aí eu peguei e não fiz isso com a minha mãe lá porque eu achei vergonhoso. Eu peguei e fiz um cordão de meninas assim. Falei, vocês podem sair da sala? Que vão passar com o caixão da minha mãe. Aí todo mundo me olhou assim. Minha avó A mãe dela levantou. O irmão dela foi dormir. Foi embora. Eu fiquei sozinha com a minha mãe. Meu irmão passou mal. De família só fiquei eu. Aí eu tirei todo mundo da sala falei, as meninas fazem um cordão aqui. Porque a frente era de vidro.

Ele não ia ver.

Né aí o cara falou assim, ó, menina aí. Eu falei, não vou sair daqui, pode pode fazer o que for. Aí viraram, essa hora foi terrível. Quee a hora que eles viram assim, você fala, não é possível, né? Porque é um... é qualquer coisa. Aí eles viraram assim, eu fiquei mal, aí botaram no caixão tudo e levaram. Aí eu fiquei procurando, no carro do i ême éle, onde é que eu ia segurar? Aí o cara falou assim, o que é que você está olhando? Eu falei, eu não vou junto? Não tem que trocar ela, tudo? Ele falou, não, louca, a gente que faz isso. Vê a roupa que você quer que a gente ponha e você não vai junto com o corpo. Tem outros dois corpos aqui, como é que você vai junto? Vai cuidar das coisas, porque agora você tem que correr. Que tem valor de de né de tudo, né? Toda a burocracia. Que a gente tinha que correr atrás. Aí beleza, aí ele come aí foi fogo, porque ela saiu né, eu atravessei a rua, Fui lá para a mulher que estava tirando o sarro da minha mãe e falei, o que é que você falou?

Daí eu voltei para dentro e comecei a ligar para as pessoas para ver quem podia me arrumar né setecentos reais para eu pagar o caixão dela e meu pai me ligando toda hora. Ó, liguei para o meu ex-marido e falei, tira as crianças de casa.

Eu estou com medo pela vida deles. Eu sei quem foi, eu vou denunciar, então tira as crianças de casa, pelo amor de Deus.

Mas leva ele junto para ele ficar fora disso. Eles ficarem brincando na casa do Marcelo.

Aí o meu irmão ficou mal e eu comecei a correr. Liguei para o meu tio, meu tio estava dormindo porque ele estava nervoso. Liguei para um amigo, quem?

Não, não conheço. Liguei para um outro, ninguém, ninguém, ninguém. Gente que ficava lá, paparicando lá toda hora, ninguém.

Eu sei qual é a forma que você ganha dinheiro, mas eu não tenho para quem pedir. O meu pai vai mandar o dinheiro para mim em que é quando ele recebe. Você pode me emprestar o dinheiro? Ele falou, está enterrado. <laughs> Eu não tenho agora. Você pode pegar amanhã? Eu falei, amanhã eu volto. Aí eu peguei o carro dela e voltei para casa vazia. No dia seguinte, fiquei duas horas esperando ali.

Aí eu fiquei lá esperando. Acho que eu nunca passei tanto medo na minha vida do que aquela vez, assim. Mas aí você denunciou? Denunciei todo Mundo inquérito? Até hoje acho que ele está rolando. Só que, da última vez, eu recebi uma carta precatória. E eu já estava morando em Itapeva, um pouco antes, uns seis anos atrás. Se eu respondesse, eles iam saber onde eu estava.

Eu e os meus filhos. Então eu não podia falar, eu fiquei quieta. Por isso que você teve que mudar de
Aí eu fiquei mudando.
Meu pai me tirou de lá. Porque era muito perigoso. E de Campinas, você foi com as crianças? Aí de Campinas o meu aí a gente ficou um ano em Campinas ainda. Só que a gente ficou assim, zureta, né? Minha avó foi embora, com meu irmão mais novo, porque não aguentava a gente.

Então, eu com os meus filhos, podia perder a guarda deles e tudo. Aí eu peguei e meu pai e sofri um acidente. Um dia, eu tava dormindo atrás do carro, o carro parado no acostamento, veio um doido e pá bateu no Aí, depois que eu sofri o acidente, o meu pai falou, não dá, vocês vão morrer aí. Vocês estão muito loucos, vem embora né. Meu pai falou assim, que ele ouvia a musiquinha... E ele falava, pronto, morreu alguém. <laughs>

Aí eu fiquei lá morando com meu irmão seis meses.

Ah, você está aí pertinho? Vai para o Mato Grosso. Ah, por isso que você foi parar no Mato

Denunciei todo mundo, falei nome, endereço de todo mundo. E eu falei tudo como se fosse tudo eu que sabia. Para proteger o meu irmão, né? Que era mais novo, não tinha filho ainda. Eu já tinha, já tinha uma vida corrida, né? Então, não perdia muita coisa, assim, eu fiquei pensando. E daí, eh eu fui embora para lá com o meu irmão, para proteger o meu irmão, inclusive.

Você não quer ir para lá?

Porque papai, ele dava tratamento de choque na gente, né? Aí eu falei, ah, não vou ficar dependendo de pai não, vamos embora. Aí peguei o avião e fui embora com os meninos. Morei um ano e meio no garimpo.

Era num garimpo. Que projeto? Que era? Ah, era um projeto de formação, né? Que trabalhava com crianças.

Aí eu mandava sempre meus filhos embora antes, porque eu só mexia com coisa ruim, né? Aí eu mandava as crianças embora antes para para não dar bê ó para as crianças, né? E depois eu vinha.

Porque a menina era aluna sua. É

Essa do Mato Grosso?

É mó legal essa cidade.

É lugar quente demais né. É muito quente, eu achava que eu estava chorando, não era, era lágrima. E assim, era uma custo de vida muito barata.

O meu secretário tinha paralisia. Eu não conseguia segurar aquele homem. Deus é justo.

Você não volta para trabalhar depois do almoço. Porque ele vai fazer a hora e não volta, né? A hora é descansar lá, né? Ele ia fazer a hora e não voltava mais. Então imagina, né? E era muito legal, eu tive gente muito boa, eu tive gente muito ruim, assim, perto de mim.

Depois eu virei, mas naquela época eu não era né. Devia ter sido, <laughs> para ela largar de ser besta

E aí tinha gente muito boa e eu me divertia muito lá. Porque a gente não tinha carro, a gente andava a pé. Era pequena a cidade? Tinha doze mil habitantes a cidade. E assim Mesmo assim isso na área mais afastada, contando com tudo. Então tinha os garimpos, tinha os rios. Eu me eu estava conversando com alguém e a pessoa olhava para trás eu estava no rio. Eu me jogava. Aí o povo falava assim, cadê a coordenadora do projeto? Eu falava, só um minutinho. Ia lá no fundo, molhava a cabeça numa bica que tinha no projeto e voltava molhada e falava, pois não. <laughs> Eles falavam, meu Deus do céu, você nesses trajes. Eu falei, bem, não dá para ser chique com esse calor. Você me desculpe.

Elas não querem ficar aqui, elas querem ir para o rio. Eu falei, vamos embora todo mundo. Pegava um caminhão, levava a minha mesa, só para fazer uma gracinha, e a gente ficava lá sentado na beira do rio. Falei, pode para dar aula aqui, que as crianças vão ficar bem melhor.

Mas muita falcatrua, uns homens muito sem vergonha.

Porque a casa que eu morei, eu pagava duzentos e cinquenta reais de aluguel. Mas era uma casa que estava fechada porque o aluguel para a região era alto. Então, era uma casa que estava abandonada. Tinha uma varanda, era linda. Tinha quatro quartos no fundo. Eu fazia várias festas lá em casa. E os meninos se divertiam muito ali. Tinha pé de tudo quanto era fruta. E a rua era de terra, de areia. Que nem... areia de praia. E era mó barato, porque a gente abria a porta assim tinha um monte de vaca passando na porta né, as boiadas. Então, lá era muito gostoso. Só que eu tinha medo, porque o povo achava que, por eu ser paulista, eu era moderninha. Então, que eu ia ser super fácil para todo mundo que eu ia sair, com todos os homens da cidade. E tinha uns que ficavam me esperando atrás da árvore.

Mas assim, o povo me esperando atrás da árvore, eu chegava ai, o que é isso? Ele Ai, vim te visitar, eu falei Jesus! Obrigada pela visita, tudo de bom, né? Pode ir embora. Porque mulher sozinha, né? Tinha um outro que falava assim, você gosta de mato? Eu falei, não curto muito. <laughs> Não curto muito mato. Ele Ele, ai, que pena, senão eu ia te convidar para ir no mato, mais eu... Eu falei que não mato mais você. Mais você o quê? Você está tirando, está louco né? Vaza daqui. E daí eu tive que ser muito bravona lá, né? Acho que em tudo na minha vida eu tive que ser muito brava. Eu dormia com um facão. A faca era a colher da minha avó. <laughs> De tão cega que era. Mas ninguém sabia, né? Você pega um bagulho desse tamanho na mão, o povo Vaza a faca e o namorado ajudou bastante a segurar o assédio do povo. Eu namorei onze meses lá, olha que coisa. Você morou lá um ano? Um ano e meio. Um ano e meio. Qual que era o nome do seu namorado?

Porque acabou o projeto e porque eu continuava.

Então, a gente tinha poucas crianças e lá naquela cidade as pessoas descobriram que projeto social dá dinheiro. paga salário, dá dinheiro nesse sentido. E daí criava-se um monte de projeto social e o povo disputava criança a laço. Falei, pelo amor de Deus, não sou boiadeira, né para ficar laçando criança. Então, vamos pegar esse recurso que vocês investem aqui e vamos levar para outro lugar.

Aquele lugar, Deus que me perdoe, eu passei bastante coisa, mas ali foi pior.

É. Fica perto de onde?

Cinturão da Fome, problema absurdo com plantações de eucalipto que drenam toda né a água do solo da região. Daí eh em a agricultura de subsistência dá certo ali. Eram cinco mil pessoas na cidade. Era uma cidade ridícula de pequena e era um curral eleitoral de um ditador. Esse homem ele não era prefeito, ele era vice-prefeito e foi deposto. Ele era delegado da Polícia Federal e estava envolvido em escândalos absurdos. Então lá era o refúgio dele. Ele era procurado, ele não podia assumir cargo político nenhum, mas ele era o coronel dali.

Foi bem difícil, porque lá era um lugar muito frio,

Coisa simples, né? Aqui você briga com uma coisinha, um copo.

Estranho assim, muito muito estranho. O chão da casa das pessoas era de terra, sabe? De terra batida. E eles dormiam com fogão na lenha dentro de casa. Então eles acordavam todos pretos de foligem porque era a única coisa que esquentava o ambiente. E a turma vivia de trabalhar na... Vivia de qualquer coisa.

Para ele ser homem.

Ele se desenhava de costas. Muito sério. E daí foi muito difícil. Foi nessa época que meu pai adoeceu. Aí a gente já tava meio mais próximo, tudo... Eu era Deus no céu e meu pai na terra, assim. Eu acho que era o meu pai no céu, né? Agora também. <sniffs> E E a gente estava muito próximo. Então meu pai me ligava todo santo dia para saber como é que eu estava. E nessa época ele descobriu que estava com câncer no fígado. Morando em Campinas aí? Morando em Goiânia. Goiania Papai morava lá. Eu fiz esse trajeto todo e depois que eu saí ele começou a me respeitar mais. Porque ele falou, pô, minha filha, mulher, com dois filhos, faz o que eu não conseguia fazer sozinho. Mais uma.

Sabe o cara Zóiúdo que tem na Zorra Total? que trabalha com aquela lady, sei lá o quê, que tem aquela

Gente, tem... Vamos lá.

E eu tinha que morar na cidade Porque, politicamente, era interessante.

Mas, se eu fosse morar lá, eu estava desconsiderando a cidade que eu falei que eu ia trabalhar. Então, politicamente, não era legal. Eu tive que ficar lá. Não tinha nada. Nada. Eu estava dormindo. Eu morava numa casinha novinha tudo, mas eu morava ali naquela casa eh eu escutava de madrugada assim... Olhai, Jesus, o que é que é isso? No Mato Grosso era tucano comendo mamão, né? Me acordava. Ali era aquele mó... Aí eu falei, gente, o que é que é isso? Eu olhava uma vaca imensa embaixo da minha janela. Aí eu tocava a vaca, né? Fiquei a noite inteira tocando a vaca, a vaca não saía. Aí no dia seguinte meu filho falou, pô mãe, você e a vaca não, vou te falar, vocês dão trabalho. E eh e eu sempre tive assim, eu mudava para todos os lugares, até hoje assim. Se eu precisar mudar, eu mudo. Só que eu vou antes, arrumo todo o ambiente de casa para os meus filhos, para eles não terem muita diferença. Então eu arrumo o quarto deles do jeito que era nas outras casas, deixo tudo ajeitado, escola, tudo. Quando está tudo pronto, eles vêm. Até agora era assim. Agora meu filho vai fazer dezoito anos, não não vai precisar mais, né? É, né? E aí você estava contando que nessa época seu pai teve câncer. Aí nessa época o papai ligou para mim um dia, ele ligava todo dia para falar de tudo. Ele era sozinho lá e eu era sozinha ali, né? Aí ele ligava para mim e falava assim, escuta... Eu falei, oi pai, você está bom? Ele, ah, tudo bem. Eu liguei para te falar uma coisa, é... Eu eu acho que eu vou ter que operar. Eu falei, como assim você vai ter que operar? Operar do que? Ele falou assim, lembra aquela história? Ele foi cuidar do dente e por uma hemorragia que ele teve na boca, ele viu que ele estava com hepatite. Minha mãe estava viva ainda e ele teve hepatite Bê. E eu fui cuidar dele. Era muito engraçado, porque tudo que eu fazia ele não gostava, ele reclamava de tudo.

magrinho, bocudo. Hã Magrinho, bocudo. E ele era muito besteirento, ele falava muito palavrão. Uma pessoa muito divertida, muito brava, mas muito divertida. E eu fiquei cuidando dele. Aí ele começou a tomar o remédio, começou a fazer um tratamento, parou de beber, porque ele bebia todo dia.

Ele teve que parar com a bebida, e isso para ele acho que foi muito difícil, né? Pesou. Jogador de futebol, imagina, o papai era terrível, né? E

Eles tomavam no braço.

E aí ele encontraiu hepatite Cê e não sabia. Quando deu a Bê, deu alarde. Mas quando foi ver, ele fez um ano de tratamento com remédio e disse que parou de beber. Depois eu descobri que era mentira. Que ele não parou totalmente de beber. Aí ele deu câncer no fígado, eh hepatite Cê, cirrose hepática e câncer. Quando eu vi a foto, ele falou, vamos comigo. Eu me eu falei, não vai fazer nada aí. Ele falou, nã não, mas a médica está falando. Eu falei, não faz nada. Vai fazer transplante? O que é isso? Né de onde saiu esse bendito desse transplante uma hora dessa? Não faz nada. Vem para São Paulo. Vem para Campinas. Eu vou dar um jeito, eu vou arranjar uma consulta aqui. Aí liguei para uma amiga minha para chorar, as pitangas, porque eu fiquei desesperada, né?

O meu médico que trabalha aqui comigo é o maior especialista no assunto. Traz seu pai para cá. Aí o papai fez os exames e trouxe. Quando o médico botou na no computador assim o fígado do meu pai, meu pai estava assim, prestando atenção em tudo. A hora que ele botou o fígado e o papai olhou. Eu olhei e fiz assim para o médico, porque eu não tinha espaço, não tinha nada que não tivesse tomado já pelo câncer. Eu olhei para o médico e fiz assim. Ele abaixou a cabeça e continuou explicando para o meu pai e meu pai assim. O papai não estava entendendo nada.

Dois.

Não tem jeito. Falei, o que é que eu vou fazer? Aí eu fiquei em pânico porque eu tinha uma avó de oitenta e poucos anos. Meu pai morreu... Eu nem sei direito a data. Eu acho que foi em dois mil e quatro que ele morreu ou dois mil e cinco que ele faleceu.

com os vizinhos, porque eu sempre tive muita so muita sorte com o povo, e voltava toda hora para acompanhar meu pai. Eram oito horas de ônibus, não tinha carro. E daí, ainda nu numa época, minha casa foi assaltada. Eu ficava sozinha, ligaram para mim, ó, assaltaram a sua casa, levaram tudo. Eu falei, tudo bem, eu posso resolver isso depois, porque eu estou com meu pai na ú tê í. Era esse nível, assim. E eu estava para ser mandada embora do serviço também, porque fechando o projeto lá, não tinha onde me colocar aqui. Então tava tudo nesse pé, tudo assim, matrix, né? Devidamente suspenso.

O médi o papai falou assim, vim, tudo bem. O senhor sente alguma dor, alguma coisa? O senhor já está tossindo sangue?

<laughs> Que raio de pergunta é essa? <laughs> Se eu já

Claro que não!

E aí foi fazer uma biópsia para ver se o câncer era maligno ou benigno. Do jeito que ele tava tomado, não podia ser benigno. Já dava para ver que não. Mas fez para tirar a dúvida. Aí ele fez o exame e ele foi embora para Goiânia.

Você pode vir aqui tal dia, semana que vem? Porque eu preciso conversar com você. Aí eu sentei e disse assim, pois não, doutor. Ele falou, olha, eu sei que você está cansada da viagem. Você descansou, um médico lindo. <laughs> Você descansou, tudo. Eu falei, descansei. Ele falou assim, seu pai vai morrer. Não tem o que fazer. Ele vai morrer. E o que a gente pode fazer é, com uma anja não sei o quê, a gente prolongar a vida dele. Aí cabe a você tomar essa decisão de para quem é que você vai contar. Você vai contar para ele ou não. E todas as decisões e o tratamento dele. Eu falei, não, a decisão do tratamento dele, quem vai ter é ele. Mas eu não vou contar para ele que ele vai morrer. Eu falei, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar o que para o meu pai? Que ele vai morrer? Aí o médico falou assim para mim. Eu falei, ele não vai morrer. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o transplante. Eu tenho o mesmo tipo de sangue que ele. Ele falou, de de maneira nenhuma eu vou comprometer duas pessoas da mesma família. Ainda o meu pai tava lá e ele falou assim, doutor, não dá para fazer um uma vez antes, né? Meu pai falou assim, transplante? Eu não quero fazer. O médico falou assim, a gente descarta essa possibilidade e tal. Aí eu insisti na época, eu não sabia. Eu falei, não pai, eu dou um pedaço do meu fígado para você. Ele falou, seu eu não quero.

Você bebe mais que eu. Não quero o teu. Dela dela eu não quero, doutor. Falou bem bravo, assim. E me xingava até no no no consultório. Aí o médico pegou e me falou isso depois, olha, não adianta fazer o transplante. Você falou aquela vez, eu não quis ser muito enfático, mas não dá para recuperar o fígado do teu pai. Não dá, não tem como. Está muito machucado. E eu me espanta a força que ele tem, porque já era para ele estar sentindo muita dor. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer?

E eu já tava andando, porque eu fico nervosa, eu saio andando, né? Eu já estava andando lá por Campinas, né? Nas avenidas que não tem ponto de ônibus, que você anda, você só tem que andar, não tem jeito. Aí eu andando na norte-sul, assim, ela falou, volta para casa, filha, volta para cá. Vem conversar comigo, eu imagino que você deve estar desesperada. Minha avó é espírita, Né aí eu voltei. Aí eu olhei bem para a cara dela assim. Eu falei, ah é muito difícil estar com com essa com essa informação na mão, né? Aí eu olhei para cara da vó e falei, vó, meu pai está muito mal. A gente vai ter que ser muito forte, porque ele vai ter que ficar aqui para fazer o tratamento. Tudo bem? Ela falou, lógico, é minha casa, do meu filho, você é minha neta preferida, lógico que pode. E daí meu pai começou a fazer o tratamento. Ele veio, deu tchau para o meu irmão, se despediu de todo mundo em Goiânia, deixou o serviço, bebeu um pouco, né, fez uma gracinha com o povo e veio. Não veio dirigindo dessa vez. Eu acho que ele já estava sentindo alguma coisa e não falava. Aí ele fez um o a angioquimioterapia. E pega eles abrem um catéter né, como se fosse um catéter, abrem uma artéria e colocam o veneno dentro do fígado e fecha. O do meu pai não deu para fechar, estava tão deflagrado a parede do fígado que isso vazou, então envenenou ele. E ele ficou muito mal depois da da disso, mas eu corria com ele assim. No dia que ele fez essa esse negócio, ele teve uma morragem absurda. Ele sentou, tinha um ponto, e o fígado, ele não ele não como é que chama ele não coagula o sangue. Então ele não podia fazer movimento.

Ele sentou assim para falar no telefone. A hora que ele sentou assim, fez... Começou a jorrar sangue. Aí eu olhei para a minha avó para ela não ficar no meio. Falei, vó, vai lá, vó, vai lá na farmácia comprar gaze. Falei, pai, corre para o banheiro, vai para o chuveiro. Meu pai ligou o chuveiro, mas a artéria estava vazando. Ele ia perder todo o sangue em cinco minutos. Aí eu falei, vó, corre. A vó correu. A hora que a minha vó correu, eu saí correndo Falei, põe uma toalha, pai, e vai descendo. Ele pegou uma toalha de banho, botou aqui na abertura, na virilha, e eu saí correndo, passando por cima de carro, na Moraes Salles, assim, parecendo... andando, assim, em cima de carro. Peguei um táxi e falei, forra, forra o Mas tudo assim, rapidão. Peguei, levei ele, consegui botar ele no hospital. Eu falei, pai, você está bem? ele Hum <laughs> Ele, hum... Pergunta, filho da puta!

<laughs> Claro que eu não estou bem! Aí pegou e correu para o hospital. Chegou num samaritano, o povo já me conhecia porque eu dei vários escândalos lá cuidando dele. Eu fiquei acho que umas duas horas com a mão assim, em cima do corte, para para porque a médica não aguentava. Não coagulava, a gente tinha que segurar aquilo. Aí ele olhou assim para mim, e o papai ele era triste comigo. Ele olhou assim para mim e falou assim, se eu soubesse que você ia ser tão importante na minha vida, eu tinha te ajudado mais. E eu entrava, assim, embaixo de maca. Ele foi para a ú tê í depois disso e eu não conseguia notícia. Eu estava ficando histérica já. Aí eu falei, olha, eu sou boazinha, eu sou educada, eu entendo os médicos, mas não dá. Aí eu peguei e me escondi embaixo de uma maca e fui.

Me delatou, você acredita? Aí eles falaram assim, olha, só porque você coube nesse lugar, a gente... A gente vai deixar você ficar, mas você vai embora, tá? Falei, está bom. Aí eu via, eu eu fica eu fazia massagem no pé dele. Aniversário dele, ele passou no hospital, eu levava bolo. Eu saía para fora, eu chorava, chorava, chorava, chorava, chorava. Botava colírio, e voltava e rindo assim com ele para ver.

Para ele não sentir tanto. <cries> Ele não sofreu nada. Nem ele, nem minha mãe. Nenhum dos dois.
A gente que fica é que sofre
E eu vim. Aí eu estava para ser mandada embora do serviço. Porque graças a Deus eu estava fechando também. Eu fui a maior apaga luz da Fundação <laughs> <laughs> Tem aquela história assim, o último apaga a luz, né? <sniffs> Eu sempre apaguei a luz. <laughs> Eu sempre apaguei a luz. Aí, meu pai falava assim, ih você vai apagar a luz desse também. <laughs> Tirava sarro, né?

Falei, olha, meu pai está muito mal. E vê aí o que vocês vão fazer. Vocês vão me mandar embora ou não vão? Porque eu tenho que decidir a minha vida, né? Para cuidar dele ou para ver o que vai fazer. Meu pai está morrendo. Quero ficar com ele.

Tadinho, ele era bonzinho, mas eu não gostava dele.

Tadinho, ele sofreu também.

Você vai ser, você continua admitida e ninguém vai te mandar embora.

Sem chorar. Falei, meu Deus do céu, o que é que é isso, né? O que é que virou a minha vida? Vou ter que mudar de novo, né? Para São Paulo agora. <sniffs> aí Eu fiquei três dias fora. E meu pai ligando todo dia, você vem embora? Você está vindo? Você está vindo? No dia que eu cheguei, ele estava meio estranho, eu senti um cheiro forte de fora da casa. O mesmo cheiro que eu senti na minha casa quando minha mãe morreu. Eu falei, vó, está cheirando morte. De novo. Eu falei, cadê ele? Eu olhei para ele, ele me olhou, deu um sorriso e não falou mais. Comigo não conseguiu. Aí eu liguei para a minha prima e falei, olha, ele está muito mal. Ela falou, tira ele daí. Minha prima é enfermeira. Tira ele daí que ele vai ter uma parada cardiorrespiratória aí. Eu falei, tá, eu vou esperar mais um pouco, que ele está teimando, que não quer ir. Ela fa eh ih Aí ele ele falava comigo todo atrapalhado, assim, ele não estava entendendo mais, porque ele estava sem oxigenação já. E eu nunca fiz nada de curso de enfermagem, nunca fiz nada. Aí eu olhei assim, ele estava meio estranho. Aí eu falei, pai, vamos embora, vamos para o hospital? Ele fez assim para mim. Quando ele fez assim, eu fui erguer ele para pôr a calça nele, ele fez assim e desmaiou. Morreu. Ele começou a a virar o rosto, né, aquela baba da boca, e o olho virou. <sniffs> Aí minha avó, de noventa e dois anos vendo tudo aquilo, eu falei, vó, senta. Minha avó, ela teve no dia que meu pai teve a hemorragia, ela caiu de cara no chão. Ela estava tão nervosa com tudo aquilo que ela não se segurava, então ela caía. Então eu ficava cuidando durante o dia da minha avó, que não estava com o braço bom, e do meu pai a noite que ele não dormia. E ficava num sofazinho do lado da cama dele na sala. Né não dava para dormir.

Tava assim, uma bagunça. Aí no dia até no dia que a minha avó caiu, meu irmão estava comigo no telefone, e eu explicando.

Porque eu tinha que dar notícia para o meu irmão, que estava lá em Goiânia né.

Mas está bem, ú tê í é bom porque cuida bem da pessoa. Tem tudo o que precisar, então ele está no melhor lugar. Aí eu estava falando com ele, seis horas da manhã, a gente escuta.

E desliguei o telefone. Ele ligou de novo e falou, o que é que está <laughs> Histérico, porque era tanta coisa, não tem jeito de acontecer mais nada. Você acaba de falar isso e faz puf, aparece uma coisa ruim. Aí eu tive que correr com a minha avó para o hospital. Meu pai internado e eu com a minha avó no hospital. Tudo bem. Aí, nesse dia, no dia que ele morreu, ela já estava com o braço ruim, eu falei, senta aí. Ela foi lá, pôs a mão nele e falou, ah, errou. Foi embora. Eu falei, não foi. Falei, não foi. Dá o telefone. Liguei para o um nove Três eu fiquei com o telefone aqui, peguei o meu pai, comece montei nele, comecei a fazer massagem cardíaca nele e respiração boca a boca e falava com o com o cara. Eu falei, quanto tempo vocês vão chegar aqui? Ele, como é que ele está? Está assim, está assado? Eu falei, eu estou fazendo massagem assim, assim, assim. Ele falou assim, a gente chega em cinco minutos. Eu Eu falei, não dá, tem que ser em três. Ele não vai chegar. Fazia massagem nele aqui. Aí eu peguei e lembrei <sniffs> que falaram que Cristo eh, quando foi crucificado, muito o que o que pegou muito, além de toda a dor e todo o flagelo dele, foi porque ele ficou com os braços assim e isso comprimia o pulmão né. Se apertava o pulmão dele, ficava difícil de respirar. Aí eu peguei, fe ventei o braço do meu pai aqui, olhava para ele e fazia massagem assim, com o braço dele em mim, para abrir mais, expandir o pulmão. E falava, pelo amor de Deus, pai, não morre, não morre, fala comigo, olha para mim, ó, você está ouvindo? Vocêê vai sair daqui vivo, você está ouvindo? Não entrega, não deixa, não dorme. Olha para mim, olha para mim. Aí o médico chegou. Hora que o médico chegou, não a veia dele. Deram oito injeções de adrenalina no meu pai. Aquelas enormes, assim. Ninguém achava. Eu falei, daqui. Peguei o braço dele, amarrei. E eu só não botei a agulha porque a a moça tirou de mim. Mas ele saiu com vida. Aí eu olhei para ele e falei, viu, teimoso? Você era para ter ido para o hospital antes? Aí, ficou lá um tempão. Eu não consegui hospital. E ele e ele lá atrás fazia assim para mim.

Aí eu falei, não vou deixar meu pai aqui.

Aí chegou no hospital, eu estava sozinha de novo, com a roupa dele, sentada assim, esperando amanhecer para pegar o ônibus para ir para a minha avó. <cries> Aí eu fiquei sentada ali esperando.

Que bom que você chegou, eu vou dar uma saída. Quando ela voltou, eu já estava no hospital com ele. Aí eu liguei para todo mundo, liguei para o meu tio, falei. Aí o médico falou assim, olha, ele vai ser entubado. Traz fralda, traz coisa para ele. Aí eu fui comprar a fralda, sabendo que não... Comprei um sabonete que ele gostava, que meu pai era podre de chique. Isso os dois tinham, né? Meu pai e minha mãe eram podrésimos de chique. Eu não sou um terço. Nem trabalhando na Daslu eu consigo ser chique. <laughs> <sniffs> Eu trabalhei, né?

E daí eu... Eu peguei e fiquei lá esperando, aí fui para casa. Cheguei lá e falei, vó, papai está entubado, está mal. Ela fez assim, ah, eu sei. E ficou quietinha, assim. Aí, deu sete horas da manhã, eu dei um pulo da cama. Falei, morreu. Às dez horas, eles ligaram. E a gente queria falar com alguém da família.

Foi eu de novo. <sniffs> Aí, eu entrei no hospital, assim, já fui direto no quarto da ú tê í. Eu vi eles cobrindo o meu pai. Aí, a moça, não, não, não, não sai daqui, você não pode ficar aqui. Eu falei, não posso, por quê? Quero ver meu pai, cadê? O que é que aconteceu? Ele morreu, né? Aí ela falou assim... Aí veio o cara... Ah, isso é horrível, né? Aí veio o cara e falou, olha... Eu encostei na parede, assim, esperando, né? E minha prima do meu lado. Minha prima é desse tamanho, assim. Aí, ele falou assim, olha, infelizmente... O coraçãozinho dele não resistiu, ele não aguentou. <cries> Morreu. <cries>

Aí minha prima veio, assim, para me abraçar, eu falei, não rela em mim. Nem nem encosta em mim, senão eu vou morrer de... vou ficar mole. Eu falei, e agora, o que é que eu vou fazer? <sniffs> Com quem que eu falo? Porque minha mãe foi assassinada, eu tive que bri briguei com os outros, chamei a polícia. O que é que eu chamo? Chamar a polícia? Meu pai, né? <sniffs> Ele, não, agora é só você ir na Seteca, a gente vai fazer um laudo, tudo. Aí sentei no mesmo lugar que eu sentei para falar da minha mãe, com a mesma atendente. Ela falou, você já veio aqui, né? Eu falei, de novo. Aí fui lá, enterrei os dois no mesmo lugar.
E você <sniffs> que contou para sua avó?
Ah... Eu falei, vó... Mas mas ela é espírita, né? Ah, para ela está tudo bem. <laughs> Falei, Deus te abençoe, porque se você pensar desse jeito, é ótimo, né? Vai encontrar todo mundo. <sniffs> Vai encontrar todo mundo, né?
Mas aí veio uma grande mudança, né?
De de vir morar em São Paulo, depois disso. Ah, então, aqui é uma coisa de louco, né? Eu achei que eu não ia dar certo aqui nunca. Porque eu falei, como é que eu vou ser articuladora num lugar desse?

Ai, que bom que você faz essas perguntas, que a gente. <laughs> Sai do poço de lágrimas, né? Ah

<laughs> Valeu! <laughs>

Aí eu fiquei tanto sozinha, eu odeia ficar sozinha.

E eu sou engraçada, ele morria de rir.

Ruim de trabalhar para caramba. Aí falava ai ó Mandei o projeto para lá e eles não en não desenrolam e tal. Um ele dia ele virou para mim e falou assim, vamos fazer uma coisa?

Nossa Senhora! Aí Todo mundo olhava para mim e falava assim, ah você está aqui agora? assim eu

Mas o que é que você achou de morar em São Paulo? Você foi morar aonde?

Porque o meu ex-amigo morava aqui. Quando ele foi mandado embora, ele voltou para Campinas e desocupou o apartamento. Então eu entrei no no contrato dele. Porque eu não tinha para onde ir. Ninguém aceitava meu fiador.

E já estava começando a aula, então estava meu pai tinha acabado de falecer. Meu pai mo minha mãe morreu dia seis e meu pai dia dezoito de dezembro. Muito perto, assim. Então, toda aquela coisa de festa, de mudança.

Ninguém festou nada, né? Mas tinha que cuidar.

Na época, foi bom, porque eu tinha carro. Né eu fiquei com o carro do meu pai. Então, deu tudo meio que certo né.

Eu peguei a mobília um pouco do meu pai, um pouco da minha mãe. <sniffs> Fizemos um apanhado. <sniffs> E é o lugar que eu moro até hoje.

Escuta, o que você está fazendo aí, hein? Eu falei, ai, eu estou tão triste, eu estou mal, eu quero sair daqui. Vem conversar comigo amanhã? Fui.

<sniffs> Eu falei, não, eu vou fazer um outro trabalho. Fa, não, não, não, esse não.

Aí eu fui e fiquei lá até ontem.

Qualquer um sabe que fiscalmente mela toda a parceria de qualquer um. Eh e é difícil você falar de responsabilidade social quando tem sonegação de impostos.

E ela é uma mulher assim que eu admiro muito, porque ela é muito caruda, ela é muito guerreira sabe. Ela faz, ela acontece, ela fala, ela vai na favela né, ela participa das coisas.

se integrava muito. Né de uns anos para cá que começaram a se juntar. Fiquei cinco anos nessa história.

Eu sou aprendiz na vida, mas <laughs> no trabalho também né. E daí estou lá faz cinco anos com essa história toda.

Ah, então. Isso é legal. Isso faz pouco tempo.

Aí eu fui eu cheguei e vi um povo assim de boné, chapeuzinho branco, uns homens tudo bem vestido, umas mulher com umas saia, sabe, taierzinho. Ai, gente, oi!

Aí eu olhei e falei, tudo bom? Eu só vim aqui dar um beijo em vocês, que vocês são tão bonitos. <laughs> Aí eu dei um beijo em todo mundo e saí.

Então, eu comecei a fazer essa parceria, colou um bolo, aprendi isso pá, pá, pá. Só que daí eu eu comecei a gostar. E eu estava tão triste da minha vida essa época. Assim estava muito... De vez em quando eu tinha umas depressão forte. Não sei por quê. <laughs> Umas coisas... <laughs> Umas coisas que eu ficava mal, assim.

Eu quero ser passarinho. Vocês não têm aula de canto, para eu aprender a cantar? Porque eu gostava de cantar em Campinas, para a minha mãe e tudo. Cantava em karaokê, sabe? Nunca fazia nada muito assim. Estava ali perto, mas nunca estava envolvida mesmo do jeito.

Vou carregar ovelha? O que é que é isso? Ela falou assim, pastora dos sambas, para você cantar. Vai um dia na praça. Aí eu demorei uns dois me uns uns três vezes para ir. Três encontros que teve, eu não fui. Porque eu estava né morrendo de vergonha. Aí eu comecei a ficar coragem, né? Fui no bar primeiro. Tomei a pin <laughs> Aí voltei e falei, vamos lá ver qual é que é essa Pastora Aí eu sentava todo mundo cantando samba paulista. Eu não gostava de samba e mu nem sabia o que é que era samba paulista. Eu ouvia o gudim, mas achava que era êMe Pê Bê. êMe Pê Bê, ême pê bê samba era coisa menor. <sniffs> Aí eu comecei a ver que não era tão assim. Comecei a me interessar.

que passa para todo mundo tudo o que ele quer. Então ele me encheu de Cê Dê e eu comecei a ouvir e a decorar, porque eu ta eu ficava mascando chiclete na roda né. <laughs> Não cantava nada. E a voz não saía.

E ele me chamou para ir. Falei, olha que legal, vamos lá. Eu nunca tive medo de nada.

No começo eu cantava meio escondida, porque eu cantava no meio de duas pretas lindas de morrer.

Né você fala dela, você faz assim. E eu ali no meio, gordinha, né? Com aquela cara de pau. Aí eu comecei a gostar da história, assim. Aí eu comecei a me empolgar. E as pessoas começaram a gostar. Então, alguém que escuta a minha voz fala, nossa, que voz bonita que você tem, você canta direitinho, que legal. Aí eu comecei a falar, ah, então vamos investir. E daí começaram a me chamar para um monte de coisa.

Claro que em quarta-feira, com um jogo de futebol, é duro, né? É muito difícil você competir. Então, foi cair no público, foi cair no público, caiu. Aí a gente saiu. Mas até lá eu já estava mais, até sair de lá eu já estava mais confiante, né? Na história da música, E hoje você canta? É então Hoje você é pastora? Eu sou cantora. <laughs> Pastora, cantora. Às vezes eu tenho show, eu faço solo, estou gravando que eu ganhei um monte de música, parecia... Pô, vai, tu não quer ouvir essa música? Eu achei tão legal! E, assim, eu eu fiquei ouvindo muito a história do pessoal. A minha história tem partes que são muito tristes e tem história de gente que é muito mais triste que isso.

Gente que sofreu muito mais, que tem mais vida do que eu, que pastou muito e que ainda pasta. E daí você fica vendo como é que você faz para mi para melhorar um pouco isso. Se eu conseguir... gravar alguém, será que dê sucesso, que faça, que toque duas, três vezes para ele ganhar um <laughs> Ê card, né? E, assim, dar voz para essas pessoas ou dar a possibilidade de elas serem conhecidas. Eu queria muito ser porta-voz disso, mais do que compositora, assim, porque minhas letras são, assim, tudo muito... Você escreve também? Eu componho também, mas eu não gosto tanto. Eu gosto mais da das músicas dos outros, assim. Eu aprendi muito com essa história do samba, porque tem muita coisa de Campinas que eu não sabia que existia. Eu nem sabia que Campinas era terreiro de samba. Claro que era, porque tinha um monte de barão, os escravos todos, né? Então, assim, você começa a recuperar a sua vida, a história da tua cidade, com a história dos outros aqui.

contar essa história. Eu fui ver uma história de uma menina que foi impedida de estar no Projeto Guri porque tinha mais de trinta anos, mas ela tem síndrome de Down e a gente achava que era um absurdo isso né, ela ser impedida de estar no Guri por uma idade É uma coisa para se pensar, mas assim, coisa da da inclusão e tudo. Mas, pô, era na mesma calçada da casa dela, não custava deixarem ela ficar.

E daí a gente eu fui lá e falei, olha, deu certo, com toda essa... campanha que a gente fez, você vai ser readmitida no Guri, você vai voltar a ter suas aulas. A menina me agradeceu e me convidou para entrar para tomar um café.

Falei, ah, então você conhece meu vô. Ela, quem é seu vô?

Eu não sabia. Aí liguei para o meu tio, falei um monte para o meu tio. Falei, seu pai morre, e você não me avisa? É, mas ele não deixou nada. Eu falei, mas não quero saber de herança. Né é é é o laço da minha família, eu preciso saber quem está vivo, quem é que não está. Como é que morre alguém e ninguém me fala? Aí eu rompi com o meu tio, fiquei um mês, um ano rompida com ele. <sniffs> A gente voltou a se falar agora no final do ano. Cheio de amor.

Eu virei por causa do samba, voltei. Foi por causa do samba? Então, não. Porque na minha casa, eu contei já, que tinha mulheres que, né, recebiam uns negócios meio estranhos lá. Além de todos que elas recebiam, recebiam outros estranhos. <laughs> E eu sempre estava no meio, que a minha avó era de candomblé. Eu ouvia muitas cantigas e tinha muita coisa em casa. E eu sempre vi muita coisa.

Acho que até por isso que eu sou tão ligada, que os mortos da minha família sou eu que levo né, outros sempre param comigo. Aí eu vi que eu sou filha de Iansã e Matamba né, na no Candomblé Banto. E a gente tem, né, Iansã tudo tem muita ligação com... com os mortos e tal. E daí isso isso me agradou, a lenda, as histórias, sabe?

E eu tenho um monte de coisa para resolver com isso né. Um monte de coisa. Toda hora alguém fala para mim, e isso em todas as religiões, católica, evangélica, tudo, o povo fala para mim. Você tem muito que trabalhar para Deus. E eu acho que eu tenho mesmo.
Mas você lembra assim, a primeira vez que você foi no terreiro mesmo, que você falou
Eu não lembro a primeira vez que eu fui na minha vida, porque eu sempre estava envolvida. Então, tinha. Tinha Eu lembro de terreiros que eu fui perto da minha casa. Eu lembro de terreiro eu via muito para falar com as crianças. Aí Tinha muito eu fazia xixi na cama até quinze anos. <laughs>

Aí eu ia e pedia para para a Santa Izildinha, ai não me deixe mais fazer xixi na cama, porque eu estou com vergonha, imagina. Vergonha isso né, conta isso para o público. E e daí eu não lembro, assim, porque eu sempre... É muito a Umbanda. Foi Novo Presente sempre na sua vida? Muito. E e assim, muito, assim. Tanto é que eu fiz uma música que é um ponto, que eu não sei aonde que é o ponto e onde que eu botei letra, sabe? Que virou uma coisa só. Mó legal. Na roda sempre dá muito galho. E eu tenho assim eu tenho que ter alguém que me re que me que me governe, né? Que sejam os espíritos, então.
Canta um trechinho da música que você fez. Ai <laughs>
A minha avó veio para cá e ela começou a cantar para a moça bonita.

E virou ponto, assim, porque ela ela era um ponto mesmo de macumba. Aí eu botei mais coisinha e a gente canta na roda. Mas aí se agrada um pouco o povo, porque para passar, acho que tudo que eu passei, eu preciso de... Para mim, assim, eu acho que eu preciso de ajuda. E hoje É Você vai e tudo? Eu devia ir mais, o povo sempre me cobra, mas... Até afundei na cadeira. <laughs> Eu tinha que ir, né? Mas eu tinha que raspar a cabeça e tudo, eu não sei ainda se eu estou pronta para isso.

Meus filhos são O que é que eles fazem hoje Um capítulo à parte, assim, porque os meninos são...

Ele tem um olho verde e uma cara que ninguém consegue não gostar do menino. Sabe aquelas carinhas do gatinho do Shrek? <laughs> aquela cari

Menino esperto, inteligente, bonito, sabe? De presença, assim. firmeza, louquinho, tira sarro de tudo, brincalhão, né? Anima qualquer festa sozinho.

Está namorando agora, então tem Nora. Ele está com dezoito Anos Vai fazer dezoito.

Segue a família.

pequenininho, vamos ver se ele volta agora para algum time, mas também ele quer ser gastrônomo, não sei se ele vai ser jogador de futebol, eu não queria não, pensou se alguém xingar meu filho e eu estiver no campo, o que é que eu vou fazer? Eu vou descer, eu vou bater no juiz, vou ser aquelas mães aquelas mães, né? E eles moram com você? Moram. O

Não ficam é que eu sou muito controladora, mas eles eles gostam de mim, eu sou muito mais legal. <laughs> Eles querem ficar comigo né, e é muito mais legal ficar comigo. Não é não é mode eu estou sendo não estou sendo modesta, estou sendo até meio arrogante, mas qualquer um quer ficar comigo. <laughs> Meus filhos querem ficar comigo, lógico. O pai deles quer ficar comigo. Vem morar todo mundo junto, né? Mas os moleques são muito legais, assim.

Claro, pelos amigos, pelo condomínio e pela namorada. Mas porque em casa a gente fala de tudo, não tem a gente não tem briga.

Não tem problema na minha casa. Eu não tenho namorado para pegar no pé, para me encher o saco. Porque é isso que parece. Eu só arranjo namorado que não dá certo. Eu sou curva de rio, sabe? Tudo que de galho ruim, essas coisas assim, para ali na curva. Então eu só tenho curva de rio. Não do não dá certo porque eu canto, o povo tem inveja, tem ciúmes, né? Sei lá o que é que é. E então não tem briga com ninguém. Não tem Vizinho não tem muita amizade com vizinho. Tenho com algumas, mas eles nem eles me deixam quieta. Então, eu não é legal. Os meninos ficam bem comigo lá né.

As coisas que você mais valoriza? Aff <sniffs>
Os meninos, meus filhos. Meu irmão. Eu sou muito ligada com família, assim, né? Tudo Eu tava vendo agora, tudo que eu falo, eu falo da minha família. E eu vivo sozinha, mas assim, eu eu eu tenho uma cobrança porque eu sou muito, eu acho que eu sou, muito o esteio da minha família. E o que sobrou dela, assim, porque a minha família foi, né, bombardeada. Mas, assim, eu tento segurar um pouco a onda de todo mundo, né? Só que agora eu não estou segurando mais. Depois da morte do meu pai que eu fiquei mais molona. Então, o povo está... O povo vem para me carinhar um pouco, porque eu não dou mais conta de carregar ninguém. <sniffs> Então, eu tenho eles, assim, meu irmão, meus sobrinhos, né?

Porque meu meu fa meu irmão fez família lá, né?

Eu não sei. Ah ah Até um tempo atrás eu eu pensava em ter uma pousada. Um lugar bem Sabe aquelas zonas de pousada, bem legal, aquela, que chega Olha aí, gente, beleza, tudo bom. Recebe por Eu gosto disso. Isso me agrada. Mas eu não vou ter peito para isso. De grana, eu acho. Eu gasto muito, eu não guardo nada, só relaxo. Eh Eu eu eu prezo muito os meninos, assim, os meus filhos. E eu estou entrando em umas paranóias de que eu estou ficando velha. E que eu posso perder o emprego e eu não vou ter para onde correr. Sabe eu estou meio assi eu estou meio em pânico <laughs> esses dias. Eu não sei por quê. Eu vou ver se isso melhora. E essa coisa da música, eu não sei. Eu eu gosto de ser cantora. Eu acho tudo... Eu acho que eu não sou tudo aquilo que o pessoal fala, sabe? Tem muita gente falando muita coisa boa. E eu acho legal. Me massageia o ego, eu estar envolvida.

Eu fico muito mal quando eu não participo de nada, ou quando ninguém me chama. Ai Ai, sou virginiana, gosto de aparecer. E não aparecer em público, para o povo, mas... Aquele grupo, eu tenho que estar dentro de algum grupo.

Foi fundado em Existe há muito tempo já. E trabalha praticamente com o resgate de toda a cultura popular paulista, principalmente o samba paulista. Então, olha o discurso, você viu? <laughs>

Futebol de várzea, marchinha, cordão carnavalesco, que é diferente de escola eh. Trabalho com velha guarda.

que eu chorei três dias indo para lá, ele falava, assim só traz a sua mãe aqui para chorar, porque eu fiquei emocionado de conhecer. Eh

Ele anda de lado a lado, né?

que foi para o samba e tem uma ética absurda no trabalho.

Então, eu tenho eles como padrinhos assim.

Então eh, fazer os Cê Dês da Velha Guarda, a gente está lançando doze Cê Dês pela Velha Guarda pela velha guarda. Mas esse ano vai sair o meu.

Tudo gente que é nova no samba, mas que ou outros que não são tão novos, mas que nunca gravaram né. Vocês vão gravar. Então, é legal estar nesse meio. Não da escola de samba, porque eu não gosto. do modelo de escola de samba.

Não pela organização da escola de samba, não pelo jeito que eles tratam as mulheres no samba, tanto é que eu quero fazer um projeto só das mulheres no samba. Não para o jeito que eles colocam a velha guarda como se fosse nada.

Aí ele era despejado e tinha que ficar mudando.

E hoje em dia o pessoal da escola nem sabe quem é ele. Bota ele numa mesa do lado do banheiro. Né Absurdo essas coisas.

Eu tenho certeza que um monte. Mas <laughs> eu tenho certeza que é um monte, mas eu não eu acho que foi dito o que precisava ser dito desse jeito e. E agradecer meus filhos, porque eles que me dão força para estar aqui, porque provavelmente eu não estaria mais.
O que é que você achou de contar essa história? Como foi
Muito louco. <laughs> Eu eu estou tonta. <laughs> Eu estou meio ai <laughs> ai ai eu estou meio zureta. <laughs> Eu quero sair daqui, parar num lugar e beber um monte de cerveja assim para ah. Ai, vou chorar. Eu vou para casa chorar. Porque nem eu aguento a minha história, é muito triste.

Muita coisa triste. Mas ao mesmo tempo é muito legal, porque eu vou falar, eu tive a eu tive muita sorte na vida. <sniffs> Com tudo isso que aconteceu, eu tive muita sorte. Eu agradeço todo dia pelo que eu tive. Se não fosse tudo isso, eu não ia ser a pessoa que eu sou hoje. <sniffs> né Né Não sei se é a grande coisa, mas

Obrigada a paciência. <laughs> Quer banana.